Ponto de Cultura Museu Aberto. Depoimento de Entrevistado por e. dois de setembro de dois mil e... Realização Instituto Museu da Pessoa ponto néti. Entrevista número pê-cê-eme-á-agá-vê
cento e quarenta e seis.ntão, para começar, eu queria que a senhora falasse o nome completo, aonde nasceu e quando.
Eu me chamo, que é o nome do primeiro casamento, e, antes, solteira era, e nasci no Recife, Pernambuco, em dez de agosto de...

A senhora conheceu os seus avós? Conheci. Maravilhosos. Tanto meu avô, que era sapateiro, quanto minha avó, que era. e minha avó materna. Meus avós, meu avô, a gente ficava ansioso para que ele chegasse do trabalho, que ele tocava violão, como meu filho, E contava histórias sem fim. Era a nossa novela. Nós ficávamos todos os primos, né? Na sala esperando ele chegar, tomar banho, jantar, para contar histórias sem fim para a gente. E era muito engraçado. E ele tocava violão. E minha avó fazia lapinha, você sabe o que é lapinha? Aquela casinha que ficava no Natal, uh, o presépio. E meu avô era velho de pastoril. E minha avó, era cozinheira e ela dançava nos maracatus do Recife.
Me conta, eh, essas histórias que seu avô contava, eram sobre o que? Você lembra?
Ih, eram bichos que falavam, né? E tinha uma história <laughs> muito sem pé nem cabeça. que um homem que tinha muitos filhos e era caçador, aí ele chegava e o filho mais novinho falava, papai, que bicho é esse? é tamanduá, com o que matou, com a espingarda, mas isso ia do mais novinho até o de cinquenta anos, então levava a <laughs> noite toda, uh, cada, com a mesma pergunta, e tinha histórias de, E no fim ele falava, entrou na perna do pato, saiu na perna do pinto, o senhor rei me mandou que vos contasse mais cinco. Aí a gente queria que ele contasse as cinco. Era uma brincadeira só.
É muito boa ah, a vivência com meus avós. Antes de contar um pouco dos seus pais, que seu pai é uma pessoa muito importante na sua vida...h, é sim!u quero, então, que a senhora conte um pouquinho da, da sua casa Como que era sua casa? A casa aqui? Lá, quando, quando você era pequenininha, quando você nasceu ali na ...h...
Ah, eu nasci na maternidade do, no Recife, que não existe mais. E morei com meu pai e minha mãe em, em vários lugares do Recife. Mas quando meu pai quis vir para o Sul, ele, nós fomos morar com meus avós no. Era uma casa grande, que eu nunca mais esqueço, de vez em quando eu pinto essa casa. e tinha cadeiras de palhinha, sabe o que é cadeira de palhinha, né?onta, conta para gente. Aquelas cadeiras que são todas de palhinha, de, feitas de palha, né? Tem a madeira e tem a palhinha. Era uma sala grande, com essas cadeiras de palhinha, e tem a sala de jantar, que era um, um, uns de bancos compridos, que sentava a família inteira, um que é uma coisa que a gente chamava, vocês que, não sei se vocês sabem o que é, porque vocês são muito novos, era um guarda-louça. guarda-louça, depois tinha os quartos do lado e a cozinha. Isso era a casa dos meus avós paternos. A minha avó materna, infelizmente, ficava de casa em casa, porque ela trabalhava em casa de família, né? E ficava de casa em casa. E era muito engraçado que minha avó não saía de casa, mas sabia a vida de todo mundo. Aí meu avô falava assim, engraçado, ô, tu não sai de casa e sabe da vida de todo mundo. É que ela ficava olhando pelas frestas da janela. E ela gostava de jogar no bicho. E eu fui ficar na rua, que minha mãe saiu, ela ficou tomando conta. Eu lembro que eu fiquei pela rua, aí quando eu voltei, ela estava muito brava, eu falei, como é que eu vou acalmá-la? O jeito foi dizer a ela que eu tinha sonhado no bicho. Vó, eu tive um sonho. Ah, pronto, aí ela acalmou, né? Falei com o jacaré, né? Aí ela disse assim, ah, então me conta. Aí eu contei, inventei um sonho do jacaré, ela foi correndo, mandou jogar, que mulher direita não ia na rua, né? Mandava os moleques, né? Aí mandou jogar e deu certo, ela ganhou, me deu um vestido bonito, né? Então era uma infância gostosa, né? Com que idade que o seu, seu, seu pai veio? Então, eh, eu tinha sete anos.inha sete?é? Ele... Ele casou-se com, eh, ele era, antes ele não tinha uma religião. Aí casou-se com minha mãe, que era presbiteriana. Só que, eh, casou-se porque queria casar com a negra bonita. né? Aí foi para a igreja por causa dela. Aí foi, chegou, mas ele era muito inteligente, chegou a diácono da igreja presbiteriana. E eu ia para a escola dominical, né? Por isso eu conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Ia para a escola dominical... Mas depois ele viu que a igreja, na época, não se preocupava nem com o problema do negro, nem com os problemas sociais. Aí ele, baseado no versículo da Bíblia, que diz, se tu não amas a teu irmão a quem vês, como podes amar a Deus a quem não vês? Aí saiu da igreja e veio para o Rio de Janeiro e entrou no Partido Comunista. E mamãe continuou lá, presbiteriana, né? Aí ele veio na frente, e esperando ter dinheiro para, para mandar para ela vir, né? Mas antes disso, ele foi para Belo Horizonte, para o Congresso Afro-Brasileiro, lá no Recife, junto com, e, o mulato. Ele criou a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-Brasileiro, né? Com, com o, e, o mulato. Aí ele veio para o Sul, entra para o Partido Comunista e se reúne todos os dias no Vermelhinho, em frente à Associação Brasileira de Imprensa, né? Porque ele era poeta e participou de muitos filmes, e lá se reuniu uh, o Eneida, o Barão de Itararé, a pintora Djanira, todo esse pessoal da intelectualidade da época, estudantes da UNE, né? Ôh, e também o pessoal do Plínio Salgado, como era, da... Ai, como era o nome daquele partido do Plínio Salgado? Aí se reun, aí eram discussões, né? Ali eram os debates, no Bar Araújo Porto Alegre, que era na rua Araújo Porto Alegre, mas tinha um apelido de vermelhinho. E o pessoal mais de, de direita, ou às vezes os integralistas, iam para o amarelinho. E o pessoal de teatro, ah, Abdias Nascimento, com o Teatro Experimental do Negro, se reunia tudo ali, né? Ruth de Souza, a Léa Garcia, ah, uma negra muito bonita que foi, eh, rainha, como é que era? Miss Ébano, que era, era muito bonita, né? e o pai da Maria Clara Machado, né? Aníbal Machado, todo mundo se reunia ali, e a gente no Recife. E... Aí mamãe esperou, esperou que ele pudesse mandar dinheiro, né? Enquanto isso ela ia costurando, essa época ela ainda não era terapeuta ocupacional, ela costurava para fora, morando na casa dos meus avós, para juntar dinheiro para vir atrás dele. Ela já tinha eu e ah, a minha irmã. Ela teve dois filhos antes, e, que depois eu pus o nome do meu filho assim, E, mas morreram cedo. Então tinha eu e a. É em homenagem à Lady Godiva. Não sei se... Vocês sabem a história da Lady Godiva, que era uma mulher da Inglaterra? Que morava, era a dona de um feudo lá da Inglaterra, e o marido era muito ruim para o povo, né? E ela quis provar para o marido que o povo era respeitoso e era bom, e mandou anunciar que ia sair nua a cavalo e que todos fechassem as janelas, né? Quando ela passasse para provar para o marido que eles eram... O povo era bom, né? Aí, conforme ela tinha o cabelo muito comprido e se cobriu com cabelo, nua, a cavalo, e o povo ia fechando as janelas. Aí eh, é, Lady Godiva. Mas aí ele pôs o nome da minha irmã de. E o Raquel, que era filha de Labão, né? Mulher de Jacó, que Jacó trabalhou quatorze anos para ganhar a Raquel, primeiro deram a Léa. Então tudo isso. Aí mamãe está ansiosa para vir. E aí passava um homem todo dia, perguntava, Dona, que ela é, né? O seu mandou carta com dinheiro dentro? Aí, para ele não perturbar, falou, mandou, né, tal. Aí, <laughs> no fim, ela, mandou nada. <laughs> Mandou só a carta, o dinheiro não veio dentro. Porque ele num, ele vivia de, da poesia, né? E da, dos quadros, né? E mal dava para se segurar. Aí, ela, os navios estavam indo a pique, na... Quase no final da guerra, os alemães estavam pondo os navios a pique, né? Porque primeiro Getúlio Vargas ficou do lado dele e depois virou, né? E aí foi também... E a gente escutava a história de Luiz Carlos Prestes, de, de Olga Prestes, né? Da menina deles que nasceu no campo de concentração, tudo. E aí, mamãe quis vir com a gente. E aí, o meu avô dizia, mas os navios estão indo a pique, vocês... E era tudo Ita, né? Itajubá, eh, era vários nomes, mas começava Ita. Tem até aquela música, né? Peguei o Ita no norte, né? E meu pai tem um poema também, que, do Adeus Recife, que ele fala também nesses navios do Ita, né? Aí ela veio com uma, eu, ela, e uma amiga chamada, uma amiga dela. Aí quando nós chegamos no Rio, ela deixou nós duas no navio com a e foi procurar papai, ela só sabia do Aí foi lá, Grande Otelo estava lá. Aí ela falou, ô Grande Otelo, eu estou procurando o Solano Trindade. Ah, ele vem aqui todo dia, uma hora, duas horas da tarde, ele está aqui com os livros e os quadros. Aí a mamãe falou, você avisa que nós estamos no navio? Aí o Grande Otelo falou, aviso, né? Aí Grande Otelo, quando ele chegou, avisou, ele foi todo feliz, parecia que ele tinha mandado buscar. Aí os amigos já tinham se cotizado para ele alugar um barraco na Gamboa. Tinha uma casa de cômodo na rua que no final tinha um, um barraco. Aí nós fomos para lá, né? Mamãe muito caprichosa, o barraco. Ficou bonito logo que ela pintou, ele e ela pintaram o barraco. Mamãe pôs cortina no barraco e não tinha panela, então ela cozinhava numas latas de gordura de coco. E aí ele começou a levar visitas lá para casa Gente que ia comprar quadro e livros, mas embaixadores, né? Eh, o pessoal rico da Zona Sul, aí ela ficava muito nervosa, porque a casa é muito simples. Aí ele criou, mil, primeiro, uh, na época, Tinha o Ab, o Abigail Moura com a orquestra afro-brasileira, porque ele não queria que entrasse branco, era só negros que podiam tocar. E tinha a Maria, que era uma mulata, que eu não gosto dessa palavra mulata, mas eh, é uma maneira de falar, porque mulata é cor de mula, que as, as sinhás chamavam as crianças, que eram mestiças de negro e branco, de cor de mula. né? Aí ficou mulata, então eu não gosto desse nome. mas ela era clara e cantava na orquestra, a, né? Tinha... Ah, na orquestra do Abigail Moura. Uh, a... O Abdias Nascimento estava no auge, né? Com o Teatro Experimental do Negro, o Haroldo Costa criou o Teatro Folclórico, Ah, e a Mercedes Batista tinha o seu balé afro, né? Que já era mais dança afro, ela estilizava a dança dos orixás. E uh, o Haroldo chamou mamãe e papai para ensinar as danças folclóricas. Aí eles foram criar o grupo do Haroldo, né? E, mas apareceu um polonês chamado, que com dinheiro, que tinha uma livraria com dinheiro, e queria estilizar as danças. Aí papai e mamãe se afastaram e o grupo do Haroldo virou Brasiliana. Quando foi em mil novecentos e cinquenta, ele criou o Teatro Popular Brasileiro. Papai, uh, o sociólogo Edison Carneiro e mamãe. Aí tinha a sede na, na Rua da Constituição, bem no centro do Rio, e eram operários, empregada doméstica, era o povo dançando. Ele tinha uma frase, pesquisar na fonte de origem e devolver ao povo em forma de arte. E eu acompanhando. Aonde ele ia, eu ia atrás. Ele até conseguiu um emprego no í-bê-gê-é, que ele ficou muito contente, porque dava a oportunidade dele estudar mais sobre o negro, né? Sobre toda a cultura negra no í-bê-gê-é. Só que ele saía... Aí nós mudamos para Duque de Caxias. no Rio de Janeiro. Já ouvi falar no Tenório Cavalcanti?um. homem da capa preta? Foi na mesma época. Tinha o Tenório ih, e papai. E aí, papai fazia festas lá em Caxias, que durava três dias. Ia todo mundo para lá. Aí o pessoal fazia aquela comida e tinha muita dança. Maracatu, que mamãe ensinava, né? E depois nós fomos... Aí, e lá eu estudei. Numa escola regional... Espera aí, eu estou falando direto.
Não, continua, continua.risos)ão, não, depois a gente já vai, vai voltar numa... Mas pode continuar.á.ou te perguntar umas coisinhas, mas continua.
Tá, eu estudei na escola regional de. Era uma escola muito avançada para a época. Naquele tempo não tinha escola pública, né? E dona, era uma mulher da alta sociedade da, da zona sul do Rio, que mantinha essa escola em Duque de Caxias. Tinha biblioteca, tinha pomar, tinha apicultura, tinha, ah, eh, horta, tinha museu. E, eh, nós estudávamos do lado de fora, debaixo dos pés de ipês, só no inverno, que a gente ia para dentro da casa, era um casarão, E, à tarde, nós mesmos fazíamos nosso mate com angu, né? Tinha almoço, mas depois, à tarde, o lanche era isso. Aí a escola das meninas ricas, que era o Colégio Santo Antônio, ãh, botaram o apelido na gente de mate com angu. E o uniforme delas era muito chique. O nosso era a saia de, de um brim grosso, avental, blusa branca, chapéu de palha e sandália. Era nosso uniforme de geral. A dona, as granfinas, mandava lá para o... E tamanco, né? Nós estudávamos. Mas era uma escola muito alegre, as professoras maravilhosas. E eu, eu fico vendo as crianças de hoje... De que estão no ginásio, não sabem o que a gente aprendeu no primário, né?
Aí... Fala. Não, eh, falando em escola, eu lembrei só... Só um, eh, vamos segurar um pouquinho essa história do ginásio, do, do primário.

Só voltar um pouquinho, só para recuperar algumas coisinhas, depois a gente volta...á, está bom.ara essa história do, do primário. Só para voltar lá para o, lá para Pernambuco de novo...h.ó um, para a gente pegar umas coisinhas, umas curiosidades. Então, você não falou ainda o nome do seu pai nem da sua mãe.
Não falei?ão. <laughs> O nome dele é Francisco Solano Trindade. Ele era para ser José Francisco, porque as crianças que nascem enlaçadas no, no cordão umbilical são oferecidas para São José, para os católicos. Mas depois ele mesmo tirou o José, ficou Francisco Solano Trindade, né? Ih... A minha mãe era. Quando casou-se com ele, ficou Maria Margarida da Trindade.
E perguntar como que era, ah, lá em Recife, ou antes ou depois dos seus pais, do seu pai, eh, vir para o Sul, mas como que era a sua, ah, as brincadeiras da sua infância?

um pouquinho para a gente.
Olha, eu brinquei muito no Recife, mas brinquei muito no Rio. Porque no Rio eu cheguei com uns sete, né? Brinquei muito. Ah, era, muita brincadeira de roda, né? E também, ãh, tinha pique-bandeira, né? Tinha mesmo o pique. Eu não era muito de brincar com boneca.um.é? Eu era mais de subir em árvore, porque no Recife tem árvore frutífera à beça. Então, mais de subir em árvore, mais de brincar de pique-bandeira, que, ãh, ãh, eh, brincava com os meninos, os meninos me batiam, eu batia neles, né? Ih, ih, e... Pular corda, né? Os meninos brincavam muito de peão. Não tinha tê-vê, não tinha nem rádio. Tinha rádio, mas nós não tínhamos. Então, brincava-se muito mesmo, né? E... E a gente ia assistir pastoril, eh, maracatu, né? O coco na praia, tudo isso. E o mar? Como era a relação com o mar?hum. Nossa, eu adoro o mar. Olha, no, sabe o quê que falta?

Tem tudo, mas falta o mar, né? Eu adoro o mar. Se tivesse condições de viver só de arte, como eu vivo em São Paulo, não sei o que vou comer amanhã, mas vivo, né? E... No Recife e no, ou no Rio, eu estaria numa dessas duas cidades. Por causa do mar, eu tenho uma paixão pelo mar, né?
Mas como que era naquela época? Ah... Ia brincar sozinho? Como, como é que era?
Não, a gente sempre tinha um adulto perto, né? Sempre tinha um adulto e também nós íamos ver os adultos pescar caranguejo no mangue, né? Pescar caranguejo no mangue. Eu, talvez, se eu fosse mais fresca, não entrasse muito no mangue Mas eu, eu via as outras crianças entrarem no mangue para pescar caranguejo. Conta um pouco como é essa pesca de caranguejo, conta... É na mão, entra na lama mesmo. É na mão. Se entra dentro da lama mesmo, né? Porque tinham... Agora, eh, uh, até os mangues estão acabando. né? Infelizmente estão acabando com toda a natureza. né?, e conta um pouquinho, eh, como é que eram as comidas da sua infância.h... A comida, olha, a começar de manhã, não era pão, era fruta-pão. Você sabe o que é?onta... para gente. É uma fruta grande que se cozinha e tem gosto de pão. Até quando eu cheguei no Recife, ano retrasado, eu procurei, mas diz que só tinha nas feiras, bem longe. Minha avó fazia fruta-pão, mungunzá, sabe o que é mungunzá? Canjica de milho branco.h. Fazia mungunzá, fazia... Isso é o café da manhã.hum. Porque eram coisas mais baratas do que uh, o pão mesmo. E era muito mais nutritivo. Tinha o mungunzá, que inclusive o mungunzá é bom para a mulher que está amamentando, né? Porque dá bastante leite. Então, o café da gente era esse. E... E feijão de corda, eh, carne de sol, a comida do Nordeste, né? Comida do Nordeste. Mudou um pouco. Quando a gente foi para o Rio e para São Paulo, mudou mais ainda.hum. Porque em São Paulo é mais verdura, né? Aprendi a comer verdura, que minha avó dizia. E eu sou coelho para comer folhagem? A minha avó, é que ela falava. E eu sou coelho para comer folhagem, né? Então era muito, bem diferente a comida do Recife, do Rio e daqui. E muito camarão, que eu adoro. Caranguejo e siri eu não posso comer por causa da minha religião, né? Porque siri come defunto e caranguejo anda para trás, né?
Conta uma coisa, eh, como que eram seus amigos ali naquela época, ãh, de criança? Tinha muito amigo? Eu sempre tive muitos amigos.
Eu digo que eu sou uma mulher muito feliz porque eu nunca devi. O meu dinheiro é sempre suficiente para sobreviver. Mas tenho os filhos, a arte... E muitos amigos, isso desde criança. No... Meus amigos no Recife eram porque eu tinha muitos primos, né? Então ficava muito ligado nos primos, que tenho contato até hoje. E no Rio eram amigos mesmo, em Caxias, a gente sentava na beira do valão e ficávamos contando história de assombração, né? e depois ficar com medo de ir para casa, o último que ia para casa, ia apavorado com as histórias de assombração, que é o filme de terror de hoje, era a história de assombração. Aí o almirante tinha um, um programa no rádio que era de assombração também, aí a gente assistia, depois ficava com medo de brincar, né? <laughs> Ah, sim... E quais eram as, quais eram as festas populares? Nossa... Bom, lá no Recife é terreiro de brinquedos, né? Você já deve ouvir falar de todas as festas populares. E no Rio, em Caxias, tinha muita... Ãh, agora tem muito evangélico, diminuiu a coisa. Mas os tambores, sexta para sábado, você via os tambores tocar na cidade toda. Era candomblé, eh, a umbanda, catimbó. Tinha a folia de reis. Minha mãe era muito brava, mandava eu lavar a louça. Meu pai não aceitava que batesse na gente. Ele já falava na, no direito da criança naquela época. Mas ela era muito brava. E eu num fui, nunca fui boa de serviço de casa. E ela precisava que ajudasse a ela. Aí ela mandava eu lavar a louça e às vezes ela estava costurando, eu ouvia o barulho da folia de reis e ia atrás. Os palhaços dançando, né? Tam, tam, tam, tam, e eu atrás, né? Aí ia de casa em casa ih, e eu sei que eu saía depois do almoço e voltava tarde da noite, porque a folia, parava nas casas, aí tinha macarronada, né? Então tinha muita festa em Caxias. Fora as festas, que, na casa do meu pai, lá em casa, né? Em Caxias. Era a célula Tiradentes do Partido Comunista. E, e tinha as festas de aniversário de Luiz Carlos Prestes, né? Três de janeiro, aí tinha festa, e tinha barraca para arrecadar dinheiro para o partido e eu estava lá no meio. né? <laughs> Então, é assim.
E conta como é, como que foi ah, a viagem de Recife para, para o Rio de Janeiro.
Nossa, para mim foi uma curtição.

Viemos de terceira, quer dizer, lá, no, no, no, no, na, os granfinos a gente nem via, né? Uh, ôh, ah, a classe média de granfino a gente nem via. Era trem? Não, uh, ah, ah, navio. É, navio, vim de terceira, ãh, de terceira na Ita, né? No Ita. Aí, meu pai, no poema, disse, vim de Terceira no, no Ita, como um saco de açúcar, como um fardo de algodão. Mas, para mim, foi a maior curtição. Os primeiros dias, enjoei. Que enjoa mesmo. Mas, depois, para mim, foi Para a mamãe, não devia ser. Mas para mim foi.
Quanto tempo demorou? Ah, eu não lembro.

Mas o quê que você lembra da? Foi em, na década de quarenta, mas deve ter sido dois dias ou três, sei lá, igual, ah, igual, uh, o ônibus agora deve ser, né? Porque para a Europa, quando eu fui no Louis Lumière e voltei no Provence, foi quinze dias, né? Até, porque depois nós fomos para Marselha, de Marselha fomos para, atravessamos a Alemanha de trem, não, de Marselha fomos para Paris, atravessamos a...
Mas conta, como, como que foi? Você lembra da sua, da sua chegada no Rio, do dia que chegou? Como é que foi?h, ah...
Ah, eu lembro. Eu achei engraçado, mamãe, sabe? Porque agora eu fico pensando numa cidade grande como o Rio, você procurar um bar chamado Vermelhinho na rua Araújo Porto Alegre, né? Mas para mim tudo era festa. porque a moça que nos acompanhou, não sei se ela ainda é viva, mora no Rio, né? A, Ela ficou tomando conta da gente, ela brincava muito com a gente, correndo no navio, os marinheiros, né? Aquela gritaria dos oficiais, dos marinheiros, aquilo tudo para mim era uma festa, né? Festa mesmo.
E como que era essa sua relação ma, mais, mais pessoal, assim, com, com seu pai e com a sua mãe?
Olha, com meu pai era maravilhosa. Minha mãe era muito boa. mas ela era muito exigente, paraibana, brava, e ela, apesar de presbiteriana, ela parece mulher de Oxum, que gosta de tudo arrumadinho, né? Na gaveta, calcinha de um lado, sutiã do outro, tudo arrumadinho. Eu tenho uma filha assim, a, mas, e eu não sou assim. Eu queria ler, ficar só lendo. Meu pai mandava eu comprar jornal e eu não voltava em tempo de ajudá-la. Aí ela ficava muito brava. Aí ela... Eu conto sempre uma história que está até na internet também. de que a mulher foi fazer queixa de mim porque eu bati no filho dela, e ele falou assim, olha, ah, pode deixar, eu vou dar uma surra na, porque as crianças daquela época apanhavam, mas apanhavam mesmo. A mãe batia, ainda falava, quando seu pai chegar, você vai ver, a criança ficava apavorada. Quando o pai chegava, metia ah, ah, a cinta na criança. Então, apanhavam muito mesmo. Aí eu até estranhava, né? Porque meu pai não batia na gente. Aí ele conversava muito, né? E ela, ela dava uns tapas porque chegava uma hora que a gente devia irritá-la para caramba. Aí ele falava, ainda vai ter o direito da criança, de você... Quem bater numa criança ser preso, né? Ele falava. E aí a mulher veio fazer queixa de mim, né? E essa história até já contei. E aí ah, a mulher dizia, seu, seu, essa sua filha é terrível, bateu no meu filho, machucou o meu filho. Aí o papai dizia, ãh, óh, pode deixar que eu vou bater nela. Aí eu fiquei espantada, ãh.. A mulher saiu, ele falou, você não quer ser artista? Falei, quero. E, ó, quero ver agora se você é uma boa atriz. Eu vou bater na parede e você tem que fingir que está apanhando. Ai, eu fiz o maior escândalo. Ele pá na parede, pá. né? E eu gritava, fazia um escândalo. A mulher ficou com um remorso. Aí foi encontrar a mamãe. Mamãe vinha da rua, ela, dona, o seu deu uma açúcar na. Mas não é possível, o? É, aí chegou em cá, você bateu na? Bati nada, essa menina pareceu uma artista, eu <laughs> batia na parede, ela gritava. Aí a mulher de tarde trouxe um bolo para mim, <laughs> de tanto remorso, coitada. É isso, então... E ele ia comigo, ele perdeu quase o emprego do í-bê-gê-é por causa de mim, porque ele ia comigo para um, ele queria que eu ouvisse música popular, música negra, e música erudita, e ele me levava no municipal para ouvir ópera, que sempre tinha tarde, na hora do almoço, né? Me levava para a Biblioteca Nacional, me levava para a Pinacoteca, tudo ali pertinho, no centro do Rio, e esquecia de assinar o ponto de volta. Aí quando via, já passava da hora. Aí ninguém aguentou ele no emprego, né? Aí, mas ele ficou ainda bastante tempo. E... E a relação, e ela me ensinou a não beber, não fumar, respeitar os mais velhos. Por mais que eu não goste de serviço de casa, saber que tem que fazer, que não pode deixar a sujeira tomar conta, né? Por mais que eu não goste de organização, me autocontrolar para não ficar desorganizada demais. né? Ih, ih, e ela era uma boa mãe, entendeu? Uma boa mãe. Era severa, mas era boa. Ela vivia na terra e ele vivia... no espaço, <laughs> mas dava uma, uma mistura boa.

E, e quando ele entra, então, na escola, no primário, conta um pouquinho, eh, dessas amizades da escola...ossa.esse mundo escolar.
Muito... Eh, eh, olha, eu digo que as coisas ruins da minha vida, a queimadura, câncer, separação de marido, né? não conseguem apagar as coisas boas. Porque a época da Escola Regional de foi fantástica. Tinha muita brincadeira, tinha muitos cantos infantis. Ah... O Villa-Lobos fez aquela música, Anhangá, que ele cantou no, no Maracanã com as crianças. As professoras ensinaram para gente a música, né? Ó manhã de sol, anhangá fugiu, anhangá êh, êh... Então aquilo era lindo, ah, ah, ah, do jeito que o Vila Lobos fez na, no Maracanã, ela, ela, as professoras de canto orfeônico. Fazia para a gente, né? E, era uma amizade. Eu tenho amigos até hoje daquela época da escola, né? Pena que ela faleceu, porque era muito bom mesmo. E as professoras, elas, elas davam aula com amor, né? porque também não era aquele monte de aluno. As crianças naquela época, ãh, tinha, os pais tinham mais tempo de ficar em casa cuidando da criança, a criança era mais educada. Então, era, os professores eram fantásticos.

Conta como, como que era...ou beber... Claro, fica...m pouco de água.ica à vontade. Conta, eh, a senhora sempre gostou de, de ler? Como, como que era ?empre.
Eu ganhei... Ah, esqueci de trazer. Na revista Quilombo, do Abdias Nascimento, que tem na uspi para vender, ele conta do meu prêmio com doze anos. Ganhei o primeiro prêmio de literatura juvenil em todo o Brasil. Eu escrevi sobre gibis da época, né? A violência dos gibis da época, né? E ganhei, foi, uh, o prêmio Euclides da Cunha. E a biblioteca chamava Monteiro Lobato, a bo, biblioteca da escola. Mas eu, mocinha, eu gostava de ler Kafka, Dostoiévski, Graciliano Ramos... Eu leio muito, muito, muito. Hoje eu estou ficando cega. Só esse olho que está funcionando. Então está mais difícil, né? Mas eu adoro ler e escrever.
Mas, o quê que a senhora lia quando era menor? Antes de ler Kafka, antes de ler Lobato, é.
Porque tinha a biblioteca Monteiro Lobato. E tinha uns gibis que era o saci. Tinha o gibi, eh, e, que eram, que não eram violentos, né? Tinham os violentos, que eu lia também para depois falar. E tinha uns que eu achava muito frescos, que era a história de moças de Paris, né? Que eu esqueci o nome do... Isso quando era menina, né? Aí, quando eu fui fazendo quinze, dezesseis anos, já fui lendo coisas mais fortes, porque eu ainda acreditava na esquerda, né? Não era essa bagunça que é hoje. tudo misturado, né? Não tem mais aquela ideologia política. Mas naquele tempo as pessoas levavam muito a sério, né? Então eu lia tudo. O papai recebia a revista A Classe Operária, Eu lia, né? Eu ficava na varanda e minha mãe queria morrer, porque ela gosta de, gostava de ler também. Mas aí eu tinha que ajudar ela para as duas sentarem para ler, né? Mas eu devorava tudo que, que aparecia.
Então, vou continuar. Hum. senhora estava falando do colégio, estava falando dos livros que, que lia..
Então, porque quando eu saí do, da escola regional de, terminou o primário, né? Eu queria fazer o ginásio e meu pai, hum, tinha a maior dificuldade de pagar, né? Mas era, eu fui para o ginásio Duque de Caxias, que hoje é Colégio Duque de Caxias, do doutor, E papai falou, não vai que eu me viro para arrumar o dinheiro, né? Só que aí atrasava. E eu passava a irmã da estudou lá, né? A irmã não, a sobrinha. E tinha, negra, só tinha eu, eu e. os operá, os irmãos eram operários ih, e pagavam estudo para o irmão que quisesse estudar. né? Então, como o dinheiro do operário vinha no dia certo, ela pagava no dia certinho. E meu pai sempre atrasava, porque né? Não chegava na hora, não tinha vendido quadro, nem livro, nem nada. Aí eu passava abaixadinha na secretaria. Mas, ele me via, fazia que não via. Depois ele ia lá na sala de aula e falava, quem não pagou a mensalidade não faz prova. Mas ele não olhava para ninguém, né? Quer dizer que ninguém... As meninas sabiam porque eu falava, né? Que não tinha pago. Mas a maioria era meninas, eh, classe média alta, né? E só, sabia que era comigo, né? Aí chegava em casa, pai, se eu não pagar, eu não faço prova. Aí ele falou, pode ficar sossegada, filha. Ele saía, daqui a pouco ele voltava com o dinheiro da escola, né? Mas foi uh, os quatro, três anos assim, né?

tinha que fazer o que hoje é o colegial. Aí tinha o clássico e o científico. Como eu não gosto de matemática, eu queria o clássico. E só tinha na cidade, tinha que pegar o trem para estudar, que é o trem da, né? Para estudar lá nas Laranjeiras. Aí, eu, o, um professor falei, ele falou, você vai fazer o clássico que você queria fazer? Eu falei, meu pai não pode pagar, ele não tem condições. Aí ele falou, eu pago. Um professor, o professor, era um negro que era muito raro, um professor negro naquela época, mas ele era um negro muito inteligente, professor de história, e ele pagou para que eu fosse fazer o clássico. Aí eu fiz até o segundo ano na, nas Laranjeiras, né? No Colégio Rui Barbosa, só que aí meu pai... arruma uma viagem para a Europa, né? E... Quando ãh, eu estava fazendo o colé, uh, indo para o clássico, eu estava namorando um rapaz chamado e o namoro estava Aí <laughs> uh, um outro rapaz, que é o pai do, o,, falou, vou para a Europa com o seu pai. Eu falei, você não é do grupo, como é que você vai para a Europa? Ele falou, eu vou lá, já tirei passaporte. Aí foi na rua da Constituição e falou, seu, eu sei dançar, sei tocar, sei fazer tudo. Mas ele falou para mim, eu vou por sua causa, você... Vai me namorar, né? Aí papai falou, quero ver. Ele dançou, ele é ogã candomblé, que a mãe dele tinha um candomblé, tocou, cantou, que ele cantava na noite, né? Cantava igual o Nelson Gonçalves. Aí foi para a Europa com a gente. Chegou no meio do caminho, o luar, a piscina, no navio, né? Aquele calor, pronto. Aí, como é que eu falo? Transei com ele, né? Aí, quando chegou na, na Polônia, o meu pai, eu pensei que meu pai era adiantado para, porque ele parecia um homem tão avançado, mas ele ficou tão bravo, tão bravo. Ficou de mal, trancava a porta do hotel e não falava com a gente. Aí as meninas arrumaram um casamento lá no consulado brasileiro, em Varsóvia, né? Uma festa linda, porque os comunistas... Era uma espécie de um palácio. E aí uh, uh, o cônsul deu os salgados, tudo, depois veio para o papel, né? No Rio. Aí eu já voltei casada Para Caxias.
Aí já é outro. <laughs> Volta... ão, <laughs> eu vou, <laughs> vou voltar mais um pouquinho de novo. Hum.u queria perguntar uma, uma curiosidade minha. Eh... Como que era a sua relação, eh, com o comunismo? que, eh, o seu pai era muito ativo, né? O meu pai era.
Ele era muito ativo, eh, pacífico, né? Na... Através da poesia, através dos discursos, nos comícios.

E eu ficava entusiasmada também, teve ah, a gente pegar assinatura para o Petróleo é Nosso, Depois contra a bomba atômica. E eu com essa história de pegar assinatura, eu tomei muita corrida de ganso. Lá em Caxias eu usava mais ganso do que cachorro. E ganso é bravo a beça. Eu pega, tomei muita corrida de ganso. Mas eh, eu, ele conversava porque ele tinha o sonho de, de uma vida melhor para o nosso povo. Ele tinha o sonho de não... haver mais discriminação racial, né? E ele achava, depois ele mesmo se afastou do partido, isso já no final, porque viu que o partido achava que o problema do negro não era racial, era econômico. E não é só econômico, é racial também. E que... Aí, por isso que ele também se afastou, morreu socialista, mas sem partido. Igual hoje, eu também estou sem partido.
Sou socialista sem partido. Mas a senhora, quando pequena, então, eh ouvia isso de uma maneira como uma , uma brincadeira?
Como que via isso?ra uma...
Era como se fosse uma aula.
Porque eu tinha hoje, quando os evangélicos às vezes conversam comigo, né? Ah, porque vocês de candomblé fazem oferenda. Aí, como eu aprendi muito com minha mãe sobre a Bíblia, eu digo, se vocês abrirem a Bíblia em Levíticos e Números, vocês vão ver que era só oferenda a Deus. Igualzinho, farofa, sabe? Ver se o animal está perfeito para oferecer para Deus. Mesma coisa, né? E... E isso, um lado, ih, de religião. E do lado político... é que eu acompanhava tudo. Ah, ah, o Vargas, né? Eu sou, eh, eu sou mais velha do que a, eu sabia que Getúlio Vargas prendia os comunistas e pegava as ideias comunistas e punha como trabalhistas. Então eu, menina, já prestava atenção nisso tudo. prestava atenção, eh, na, no que acontecia nos Estados Unidos com os negros. né? Aí falava assim, ah, mas, ah, o preconceito no Brasil é diferente. Só que lá era aberto e aqui é simulado, né? É sutil, né? É um pouco, é só, mas é o mesmo. né? Eh, é mesmo que dizer assim, o português fez uma escravidão mais, como é que se diz? Menos dolorosa. Escravidão é escravidão. Entendeu? Não tem essa coisa de menos ou mais dolorosa. Se você é escravo, está ferrado, né? Então, é isso.
E a senhora tinha algum, algum, sonho de infância? Toda criança tem um sonho, né? ser alguma coisa. Ser artista, e é o que eu sou, né?
Eu, desde pequena, eu queria ser artista. Eu gosto de pintura, né? Gostava, meu pai me mostrava as pinturas de Van Gogh, de Gauguin, de Rembrandt, as pinturas dos brasileiros, de Portinari. Ele com eu, menina, ele conversava comigo. Eu via as pinturas do Aldemir Martins quando ele ia no Vermelhinho, Santa Rosa. Primeiro eu queria ser advogada porque eu via muita injustiça. Mas depois eu vi que já tinha bastante negro advogados. Porque é duas coisas que o negro às vezes escolhe muito, é educação física e direito. Não, eu quero ser artista. E eu vivi muito no meio de A gente ia em Santa Teresa ver a pintora de Djanira. Ela me tratava muito bem, né? A gente ia assistir às peças da Maria Clara Machado. Então, isso aí, peguei amor pela arte mesmo. E a senhora tinha algum apelido na infância?h. Ah, eles, eu tenho o rosto comprido. Os meninos, quando estavam com raiva de mim, me chamavam de cara de cavalo.

Eu sempre fui ma, a magra, eu era bem magra e alta, né? Eles falavam que era espanador da lua, eh, como é, macarrão equilibrado, né? Mas de brincadeira, assim. Mas apelido mesmo, não. Eu pus um pseudônimo que, quando era premiada com os quadros, diziam, é porque você é filha de, né? Aí eu falei, pai, eu vou tirar o e pôr. Ele ficou chateado, né? Aí eu tenho ali no acervo do Museu do Folclore, tem uns oito quadros meus que é, né? O Museu do Folclore do Rio, do Catete. Aí eu fiquei, que é uma região de Angola, que é Cabinda, né? Que os negros velhos falavam. É uma negra velha de umbanda, mas eu sou de Candomblé. E é um tipo de negro que veio para o Brasil, de negro bantu. E eu não sou negro bantu, eu sou negro nagô, né? Então, eh, é esse, ih... No candomblé, a dijina do santo é.
Eu vou, re, voltar para a história. A senhora contou que foi para a Europa, casou, aí volta para Caxias. É, eu volto para Caxias.
E aí conta o que acontece a partir daí. Então, aí o casamento durou só três anos. Foi a conta de eu ter o, que hoje é músico, é violonista, e se Deus quiser está segurando a barra lá do Teatro Popular Solano Trindade quando... Eu não aguentar mais. né? E ele ficou cinco anos na Alemanha, E uh, o meu marido, ele era muito boêmio, mas foi um casamento muito rápido. Eu não queria nem casar. Foi mais porque o papai estava chateado. Eu gostava dele como amigo, mas não como marido. Aí me separei dele e levei o. Aí fui viver com outro rapaz, que hoje é bem casado no Rio de Janeiro, que dos, dos oito maridos meus é o que está vivo. né? E, ele, aí eu tive a Regininha, mas eu me separei dele porque a mãe dele não gostava de mim e ele cuidou da mãe desde os, que ele tinha dez anos. E eu, para não criar problema, eu saí da casa dele mas já estava grávida da, né? Aí... Depois disso, eu vim para São Paulo e vim com um, um capoeira chamado, e ficamos pouco tempo juntos, né? E ele formou, depois arrumou uma moça branca rica, que ajudou ele a montar uma capoeira, uma academia de capoeira, e infelizmente ele foi assassinado, não sei porque, porque a gente já estava separado há muito tempo. Depois eu fui viver com o, que é um grande pintor acadêmico, mas também, depois de bastante tempo, ele faleceu, né? Esse eu não tive filhos depois o, tudo negão, violonista e que compunha, né? Artista e durou uns cinco anos casamento depois separei aí veio, uh, o, né? era metalúrgico, depois o,, um grande artista, escultor, teve uma época que ele me ajudou muito, porque foi a época que meu pai adoeceu no Embu, ele adoeceu em Brasília, veio para o Embu, e a mulher dele que estava com ele na época faleceu, e uh, o estava doente do pulmão, mas fez uma escultura de três metros em peroba, para, porque foi assim, ai meu Deus, tem um rapaz que é da tê-vê, É um senhor já, agora, que foi lá em casa e viu que a gente estava numa situação difícil, falou com a Elis, Elis Regina, o Vinícius, Milton, Roberto Carlos, fizeram um show para nós comprarmos uma casa para pôr o papai doente. Mas a gente já tinha feito o Embu tão... famoso, que nós não tínhamos condições de morar mais no Embu, porque os aluguéis subiram muito e as vendas também. Aí só conseguimos uma casa em Itapecirica. A Elis falou, eu vou deixar o dinheiro com o e você pega o dinheiro com o. Aí depois eu peguei o dinheiro com o, mas já não dava para a compra da casa. Aí uh, o fez um cristo de três metros em Peroba para me dar o dinheiro que faltava para a casa em Itapecerica, né? Aí teve uma hemoptise e foi para o hospital. Aí eu fui com o papai para essa casa, ele já estava, ele teve aterosclerose, já, ele tem um poema que ele diz que eu vou sorrir sem saber do que sorrio, né? Que foi o último poema dele. E... E aí eu... Eu também fiquei doente, aí pedi a minha mãe para vir buscá-lo, e ela levou para a casa dela em Jacarepaguá, que ela aí já era funcionária federal, tinha uma aposentadoria muito boa, e ele ficou com pneumonia, ela levou para um, para uma clínica em Santa Tereza, E lá ele, ele ficou, morreu e está enterrado no cemitério da Pechincha, em Jacarepaguá.á.
Em que momento da sua vida que a senhora veio para São Paulo?
Eu vim em sessenta, na que até ah, a, que acolheu a gente, ela morava aqui em São Paulo, depois que ela voltou para o Rio. E... E nós fizemos esse espetáculo. Depois, uh, no Embu já tinha o escultor Sakai, o pintor Cassio M'Boy, a pintora e o escultor Assis de Embu, ãh, o mineiro. Aí o Sakai disse, o japonês, Assis, você faz uma escultura muito boa, mas não tem características negras. Você precisa fazer uma escultura voltada para o negro. Procure Solano Trindade, que está chegando em São Paulo, para ele te falar do negro, da sua raça, né? O Sakai falou, o japonês. Aí Assis foi encontrar o papai em São Paulo, isso em sessenta e um, e levou a gente para conhecer o Embu. O papai ficou apaixonado, porque naquele tempo as cachoeiras eram limpas, os rios eram limpos. Hoje, onde é o Pirajussara, era tudo mata. Era uma coisa linda mesmo. Tinha a lagoa que um, o prefeito depois aterrou, que tem as lendas que os jesuítas, quando foram expulsos pelo Marquês de Pombal, né? Esconderam a... as caixas de tesouro dentro do lago. Aí agora, coitado, ele desce, é uma ladeira, mas só tem cimento, né? E papai fazia festa de iemanjá em redor da lagoa, né? Então papai e Assis começaram a fazer festa que duravam três dias. E o Assis fazia, pegava cachaça, botava um monte de erva e chamava de uísque embu, né? E começou a atrair gente do mundo inteiro, né? Aí o Embu, virou o Embu das Artes.
Mas seu pai vem para São Paulo, ele estava em São Paulo, fazendo, fazendo o que?
Ele estava...spetáculo do grupo, é. Espetáculo de folclore, o que, a mesma coisa que eu faço hoje. Maracatu, lundu, jongo, candomblé, coco, né? Todo o folclore nacional. Que mamãe que ensinou essas danças, apesar de presbiteriana. Ela só não ensinou a dança dos orixás, todas as outras ela ensinou.
Mas, essa, quando você vem para cá, nessa época você estava casada com alguém, não?
Eu estava, espera aí, eu está, eu está, a primeira vez que eu vim, eu vim sozinha. Aqui que eu conheci uh, eh, o, depois o, depois o, que foi o último marido que é pai da. Então, uh, o é pai do, uh, o que eu não quero falar o nome porque está com a família e a mulher dele é muito ciumenta. é o pai da, e o que inclusive até hoje dá, fica, como é? Tem carinho com a, e uh, o pai da, que é uh, o, que eu já tive com quarenta e dois anos, que eu conheci no samba do Candeia, no Quilombo. Eu fiz três carnavais, fiz vários carnavais, fui cam, vice-campeã na Vai-vai duas vezes, com Solano Trindade, um moleque do Recife, em setenta e seis, e Em setenta e sete, José Maurício, o músico do Brasil Colonial, fiz figurino, carro alegórico, enredo, né? Só a música que foi o. E depois uh, o. Não, o, é. E depois eu fui convidada pelo para fazer ao povo em forma de arte. O negro desde a pré-história até aqueles dias. E o e o ganharam o samba.
Então conta, quando que começa a sua, a sua relação, a sua apro, aproximação com o candomblé?

Eu tive uma época lá no Rio que dava tudo errado para mim. Eu fui trabalhar no, em Caxias, no sindicato da Petrobras, E estava uma confusão. Primeiro eu arrumei emprego num dentista. Toda vez que eu tento um emprego no dentista, aí me deu uma dor de dente tão grande que não passava. Eu tive que largar o emprego. Aí depois fui trabalhar no sindicato da Petrobras e parecia que todo mundo estava implicando comigo ali. Aí uma amiga minha falou, está passando a época de você raspar para o santo. Aí ele, ela falou, você quer que eu te leve num babalorixá? Eu falei, me leve. Aí eu fui num babalorixá em Caxias. Até um rapaz novo. Aí ele disse, olha, você é de Obaluaiê, que é o orixá da, da saúde, da, que cuida da doença de pele, que é ligada às doenças, à varíola, né? E você é de Inhansã. E está passando, que é Oiá, está passando da época de você raspar para o santo. Mas você tem que fazer ao menos um agrado para o orixá. Aí eu falei, mas eu não tenho dinheiro, tenho que gastar, eu não tenho dinheiro. Ele falou, faz um agrado simples. Aí eu falei, tá bom. né? Para ele parar de falar, eu falei, tá bom, e fui para casa Só que antes eu morava com a, eu tinha separado do marido, os filhos estavam cada um em uma casa de amigos enquanto eu trabalhava. E a me convidou para morar na casa dela, ah, ah, a atriz da tê-vê. Mas depois ela foi ótima para mim, mas eu, para ficar mais perto dos filhos, fui para a casa da minha mãe. E de repente saiu uma discussão, o meu pai já não estava lá, uma discussão na casa da minha mãe entre meus irmãos, ela e tudo, porque tinha desaparecido a carne do feijão. Aí o vizinho, que era espírita kardecista, falou, dona, nem é mentirosa, nem a senhora é mesquinha. Por que vocês estão brigando por causa de carne de feijão? Aí ele falou, é isso mesmo. Aí saiu de uma a uma. Aí, de repente, eu sentei no sofá, eu vi uma pessoa sair de dentro de mim, pegar o álcool, Tocar fogo. Aí eu falei, vai lá para fora, que vai queimar as poltronas da minha mãe. Não era eu, eu estava boazinha. Aí aquilo foi lá para fora, pegando fogo. Os vizinhos, sent, eu não sentia nada. Aí os vizinhos sentiram o cheiro de carne queimada, aí correram pensando que mamãe tinha deixado a panela no fogo. Aí viram eu pegando fogo e eu não gritava nem nada, não era eu. Aí os vizinhos, por que você fez isso? E eu dizia, gente, não sou eu, eu estou aqui. Mas eles viram aquela pessoa queimando. E eu vi uma pessoa transparente saindo labareda. Não via eu. Então, hoje eu sei que tem espírito, perispírito, matéria, né? Aí mistura um pouco com o kardecismo científico. Aí eles começaram a gritar e meu irmão, esse que depois os militares mataram, voltou porque tinha esquecido um documento. Aí ele ficou desesperado, pensou que era por causa da briga. Perdão, minha irmãzinha, e eu passava a mão nele assim, e nada. Aí chamaram a ambulância para mim e botaram aquela coisa na ambulância e eu corri atrás da ambulância. Falei, mas que loucura, o tempo todo pensando, como é que eu estou correndo atrás da ambulância? Aí chegou no hospital do, puseram aquilo em cima do mármore e eu levitei e encaixei. Aí que eu vi que era eu, aí foi dois meses gritando de dor sem parar, tomando morfina. Aí o médico abriu aqui, aqui, abriu tudo, ah, o braço, grudou com o corpo, as mãos queimaram tudo, o rosto. Ficou cinco meses sem lavar para ir para o lugar. Se fosse agora nos hospitais do Rio, eu estava ferrada, né? Do jeito que está bagunçado. Aí lá tinha um mé, aí me levaram para o hospital de queimados do Rio. E tinha um médico lá, o doutor, né? Ele que cuidou de mim. Aí meu irmão, que eu tenho um irmão chamado, porque acabou a guerra, deram o nome dele de, ele vai me visitar. Quando ele abre o véu, assim que tem um véu, por causa das moscas, né? Ele começa a gritar e sai correndo. E, ah, essa minha amiga, é que quando eu melhorei ela e um outro, o, que também é ator, de tê-vê, levava as coisas para mim, pudim, coisas que eu podia mastigar, porque aqui ficou aberto. Aqui depois eles tiraram da perna para fazer os enxertos. Aí, quando eu saí do hospital, o papai me chamou para morar com ele aqui. Aí eu fui morar, ele já tinha, tinha sido aborrecido no Embu, tinha ido morar na Vila Sônia. Aí saiu na, na revista Cláudia, da editora Abril, Cláudia realiza seu sonho. E eu usava um véu, né? E eu disse que meu sonho era fazer uma exposição de arte, né? E não tinha dinheiro para material. Aí o professor, já ouviu falar nele? Matemático e colecionador de arte, um homem maravilhoso mesmo. Ele faleceu, né? Aí ele foi lá em casa, na casa de papai, gostou muito dos meus quadros, fez uma , uma apresentação. Aí a editora Abril, me deu uma perua, uma van cheia de material. Eu fiquei tão contente que eu tive uma febre. Aí, eu estou contando isso para chegar, aí eu fui morar no Butantã, que quem mantinha a casa para mim, quem pagava o aluguel, era a, que é muito preocupada com índio, né? A filha do doutor, né? Que foi muito legal para mim. E eu fui morar no Butantã e, mesmo queimada, comecei a ensinar danças e tudo. E apareceu... Aí eu sabia que um dia estava todo o pessoal, assim, conversando comigo e deu um relâmpago do nada. Eu parei de falar e de andar. né? Aí as meninas falaram, as meninas do grupo, ah, uma até já morreu, a,, você precisa fazer o santo. Aí a chegou, me pôs no carro, me levou em tudo quanto é médico, cardiologista, neurologista, Ela não tem nada, mas eu não andava nem falava. Aí ela falou, quer saber de uma coisa? Eu sou judia, mas já estou de saco cheio com isso. Você vê onde tem um babalorixá que eu pago o seu santo. Aí, uh, as meninas falaram, não, ela gosta do pai de Xangô, lá no Embu, que hoje é onde é o Jardim Mimas, ele nem dá mais aí. Aí eles me levaram para... Aí a ligou para ele. Ele falou, vou já para aí. Foi de carro. Quando ele chegou, eu virei no Obaloaiê. Eu entrei em transe.

Obaloaiê, ele era muito velho, né? Me levou para o carro dele. Quando chegou na casa dele, eu bolei no santo de novo. Quer dizer, eu estava bolada no santo, porque quando a gente bola no santo, a gente ouve tudo, mas não se mexe nem fala. Aí, quando cheguei lá no candomblé, só que ele me, eu bolei no sofá. Aí a esposa dele não foi cobrir a cara. É uma moça loira, ele é mulato, amulatado, branco, que chama lá no, na Bahia de branco baiano. E ela loira, né? E... E ela vê que eu luto contra a discriminação racial, ela achou que eu sou contra os brancos, né? E ela começou a implicar. Mas aí ele fez tudo direitinho, ele raspou para o orixá, com o dinheiro que a deu, fez tudo. E ela, um, num, um dia, porque a gente fica recolhida, e naquele tempo era mais de três meses, né? Ficar recolhida, e... E quem tomava conta dé, de mim, era um, porque a gente fica ou com o orixá ou com o erê, né? O erê é o espírito infantil, era uma negra, a dona e ela. Quando estava a Dona, tudo bem. Quando estava ela, era aquele horror... Um dia ela falou assim, ah, eu não gosto de Obaloaiê porque se veste de palha e eu gosto de Oxóssi e Oxum, que tem brilho, tal. Aí ele começou a discutir com ela. Obaloaiê traz saúde, aquela coisa toda, e ela tem Iansã também. Aí eu falei, ó, quer saber de uma coisa, pai? Quando eu tirar o quelé, eu vou sair da sua casa. Aí ele, aí ela falou, ah, você vai morrer. Eu falei, ih, se eu tenho orixá e tem Deus, só eles dois que sabem. Você não sabe. Aí ela queria que eu deitasse nos pés dela, porque para o babalorixá, quando é festa, a gente tem que fazer as... Né? E ela queria que eu fizesse mesmo com ela. Eu falei, não, você é mulher como eu, se você tiver com orixá, eu deito no seu pé, mas você é normal, é mulher. Aí pronto, aí a coisa ficou feia. Aí, quando eu tirei o quelé, né? Aí da casa dele e fui para a casa do pai, do pai, outra casa, mas na mesma nação, Quetu. Aí, agora, já tem quarenta, quase quarenta anos de santo, né? Eh, trinta e poucos anos de santo. Então... já... Eu jogo o búzio, Mas não faço outras coisas porque pinto, escrevo, danço, faço um monte de coisa, dou palestras. Não dá tempo de cuidar de Filho de Santo, mas gosto muito do candomblé.
E aí a senhora passou a frequentar muito frequentemente? Como que foi?
Não, agora eu vou nas festas. De vez em quando eu faço um ebó, uma limpeza, eu estou precisando agora fazer um ebó, né? Porque quando a coisa fica muito feia, começa a aparecer muita intriga, muita coisa, a gente precisa de uma limpeza. Aí eu vou na casa do pai, na casa do... do, porque eu mesmo fazer para mim não dá. É, é assim.
E como que, eh, então, a, a senhora, eh, começa a fazer parte do candomblé e esse assunto da espiritualidade, a música, a dança, tudo isso começa a fazer parte da sua vida artística também?
Não, o candomblé é à parte. né? E é porque é a parte espiritual. Agora, a gente dá aula de cultura negra que entra o candomblé e a dança dos orixás, que agora as meninas é estão fazendo, que eu faço quando eu vou no candomblé, né? A dança dos orixás. E agora se fala muito em dança afro, mas dança afro é a dança dos orixás estilizada, né? Que o certo seria fazer uma oferenda para os orixás, qualquer pessoa que estiver fazendo dança afro.
Isso aí.ntão conta um pouquinho agora dessa, desse, eh, da carreira artística mesmo. Então a senhora começa pintando...intando, dançando desde os
dezessete, né? E aí com que, aí eu fico vendo que o que eu aprendi na vivência com meus avós, com meus pais, com a própria vivência com o povo, com as danças, né? Participar mesmo das danças de ouro, tudo, que dá para dar palestras. Aí eu comecei a dar palestras e tudo. Aí quando foi... Quando meu pai morreu, em setenta e quatro, em setenta e cinco eu criei o Teatro Popular Solano Trindade. né? Então o grupo está até hoje. Entra uma turma, sai outra, aprende, vai já fazer outra coisa, né? Agora tinha os dois netos, um que é hip-hop, o eme-cí Trindade e o Manuel Trindade, só que agora eles já estão com carreira própria, O Vito tem a carreira dele, que, que é o pai deles dois, que é violonista, é compositor, eh, compõe, bota música nos poemas de papai, né? Tem o pró, sua própria música. e faz parte do, do, que é com Caçapava, e faz parte do Revista do Samba, fica na Alemanha, viajando toda a Europa esses cinco anos. O já foi para Taiwan, para a Alemanha, Então, já está mais difícil de segurar eles. né? Aí já estou passando para outras pessoas que vai chegar uma hora que eu num, não vou ter mais condição. né? Estou com setenta e dois anos. Aí, quando chega em oitenta e sete, o, você conhece, né? Essa pessoa maravilhosa do brincante, começa a frequentar e ir lá em casa aos domingos. Ele e o filho, que hoje já é é adulto, né? E aí, eu, tudo bem, eu fico toda contente, mas ele vai o primeiro domingo, segundo domingo, terceiro, e não fala nada. Falei, eu estou adorando suas visitas, mas para quê, por que que você está vindo aqui direto? Aí ele falou, ah, é que eu queria te conhecer melhor, porque eu quero te convidar para dar aula na unicampi. Falei, mas eu não tenho nível universitário. Ele falou, mas você tem notório saber, tem sabedoria popular. E eu quero porque eu dou aula na dança de todo o folclore, mas eu não sei a dança dos orixás. E eu quero te levar para lá. Aí eu fui. Foi uma beleza. Primeiro eu fui para a dança. Aí o, tem, ãh, na arte cênica, me convida para dar aula na arte cênica. Os alunos, tem um até que, que trabalhou nessa novela da, da Record, os alunos adoraram, né? Porque eu dei maracatu, coco, lundu, jongo, candomblé, eh, guerreiros de Alagoas, todas as danças. Aí o falou, Tem uma, uma extensão do, do curso que é problemas brasileiros. Mas dentro desse problema brasileiro, eu queria que você desse cultura negra e teatro negro no Brasil. né? Aí eu dei aula desde... falando desde Benjamin de Oliveira, que fazia teatro no circo, tudo, né? Até uh, falei do Abdias, de todos esses artistas negros, e os alunos me adoravam. Mas enquanto a unicampi me pôs de técnico didata, os professores não ligaram. Quando a unicampi me passou a professor, foi uma guerra tão fria, tão sutil, mas que me abalou muito. Os alunos não, os alunos foram perfeitos. E... E uh, o, que era um dos diretores, o. Mas os outros professores começaram a fazer uma guerra, ao ponto de, como eu tenho uma mediunidade muito grande, eu chegava na unicampi, parecia que tinha uma porta de vidro que não deixava eu passar, né? Aí, ao mesmo tempo, eu tive câncer no intestino. E, ao mesmo tempo, me separava do último marido, o oitavo, né? Então, juntou tudo, eu falei, eu não vou ficar na unicampi. Aí, eu sentei uma reunião de uns treze professores, mais ou menos, e falei, olha, eu pensei que na arte cênica, era tudo voltado para a arte, que vocês não fossem elitistas, preconceituosos, mas vocês são, e eu quero me livrar de vocês. Eu estou pedindo demissão, aí escrevi uma carta de demissão para a di, para a direção da unicampi, mas eles, a me deu uma carta, eh, de apresentação muito bonita. Aí eu voltei para o Embu, Falei, eu prefiro voltar para o Embu, que eu não sei o que eu vou comer no dia seguinte, mas sempre aparece, do que aguentar vocês. E fui embora. Mas nisso, antes, eu. Acabou? Acabou?
Eu estou aqui tão entre. Dá um toque para mim, tá bom? Então, continuando, a senhora disse que, então, voltou para o Embu. É. aí, como é, eh, conta como começa essa essa... É...) volta.
Falece, né? Eu crio. Ah, isso já passo. Aí eu volto da unicampi para o... Mas antes eu tinha criado, o pediu que eu fizesse... Não, eu pedi a ele para fazer um curso de extensão, porque na graduação só tinha um negro. E eu queria que o negro participasse das danças, tudo. E aí eu chamei eh, o pessoal, os funcionários e pessoas das outras graduações. Então veio japonês, veio judeu, veio gente de todas as nações, inclusive os negros. Aí nós fizemos, começamos a ensaiar e lá dentro da unicampi eu criei um grupo que chama rucungos, Puitas e Quijengues que está até hoje. Agora eles estão independentes, já tem ponto de cultura e o pessoal que começou, o, a que, ah, o, o, né? O pessoal que começou está segurando as coisas até hoje, né? Principalmente a, que é a, o, a, a. Então o grupo já vai fazer vinte anos, parece, é vinte anos sim, e já tem ponto de cultura, tem sede, Está, está indo bem. E esse mesmo nome, né? Eu pus no meu livro, rucungos, Puitas e Quijengues, porque são três instrumentos bantus que vieram para São Paulo. E esse livro eu escrevo... Todas as danças de origem banto, né Que falta editar. E o outro é Embu, Aldeia de M'Boy, que foi editada aqui nas Perdizes pela Editora Nova América. Mostrar isso para a gente?... Quero sim, ó. Ó, Embu Aldeia de M'Boy, que eu conto toda a história do Embu, desde os jesuítas, desde mil quinhentos e cinquenta e quatro até os dias de hoje, os artistas todos que passaram no Embu. Quem eram os jesuítas, quais os índios que foram para o Embu, porque os jesuítas tinham medo dos índios de São Paulo, que eram os tupiniquins, que eram muito bravos. Aí fui buscar os índios do, do sul. E aqui tem meu pai, todos os artistas, né? E também, sempre estive na luta para editar os poemas de meu pai. Esse é ãh, da Nova Alexandria, que saiu agora, com ilustrações minhas. né? Na Nova Alexandria são três livros que saíram agora. Esse Solano Trindade, poemas antológicos. Uh Tem gente com fome para criança, com ilustração do, da e do, que está muito bonito. E o Canto Negro, esse da Nova Alexandria. E a Edioro pegou um livro que foi editado por seu, da Cantos e Prantos, e reeditou ele, porque o do seu está esgotado, para fazer Solano Trindade, o poeta do povo, que tem muitas fotos da família, tem uma biografia escrita por mim, né? De papai, e tem os poemas todos dele. E a minha filha, porque eu tenho as duas filhas, uma é, que é evangélica e faz artesanato, é dona de casa, tem dois filhos, que é o, em homenagem ao libertador do Quênia, e, que é bíblico, né? E ela é batista. E tem a, que é a, que casou-se com um americano, agora é, e, e mora em Atlanta e tem dois livros para editar. Um é muito, ela é muito, assim, sensual e um é, o livro erótico chama Romance do Pirajussara e o outro é um livro infantil, de cu, falando de um, de uma criança que é criada dentro de um candomblé. Esses dois livros eu gostaria muito que, que ela conseguisse editar.
Conta um pouquinho, eh, depois que, que a senhora volta para o Embu, eh, naquele momento, quais eram seus planos?
Era de construir um teatro, de ensinar... o máximo que eu pudesse para as pessoas, para a comunidade do Embu e de quem quisesse. E, eu sempre vivi em coletividade, mas agora está mais difícil isso, as pessoas estão ficando mais egoístas, as pessoas estão mudando muito. E nós temos quarenta e Antes, a gente sempre deu aula de graça, e agora está ficando difícil as coisas, porque a gente às vezes manda projeto para o governo, vem um dinheiro, a gente precisa comprar computadores, comprar, aí as pessoas pensam que a gente está gastando com a gente, e eu vivo é dos livros, do, das palestras, vivo muito simplesmente, Se você for na minha casa, tem duas casas, uma era de barro, que um amigo meu fez para mim, de barro, o construiu para mim, e ela está caindo. Aí eu fiz dois cômodos do lado, mas consegui que fosse feito o teatro. O teatro é a maior polêmica, porque o, que é o escultor, era de um governo mais à direita, que era do, e ele queria fazer o teatro para conseguir, ele era da Secretaria de Turismo, queria fazer o teatro para mim. para o, para o grupo, né? Porque o grupo é registrado, é pessoa jurídica, eu só criei, né? E uh, o, então, pediu ao para pedir ao governo estadual um dinheiro para que a gente pudesse fazer o teatro. Aí ele não queria o porque eu não votei nele, porque eu não votava na direita. Aí... E engraçado que quem cedeu o terreno foi, que era o... o prefeito mesmo de direita, naquela época tudo, e o falou para mim, uh, o está cedendo terrenos. Aí eu falei, mas ele não vai dar para a gente. Ele falou, vamos lá, né? Aí eu fui, ele falou, você vai votar em mim? Eu falei, não. Ele, ah, eh, ele falou, então não te dou. Aí eu fui saindo, ele falou, vem cá, eu, você faz um trabalho sério de cultura popular, eu cedo terreno, sim. Aí cedeu no centro de uh Embu, mil setecentos e vinte metros do, do terreno, e ainda deu material para que eu fizesse um barraco para começar tudo. Aí eu votei no outro, que era o <laughs> que era, que se dizia de esquerda. Aí o não quis, eh, me apoiar, né? E ainda sumiu o material do barraco. Aí o, ãh, artista que trabalhava junto com o, falou, poxa, então me dá um caminhão. e cinco trabalhadores, que eu vou no mato, pego o barro, pego uh, como é? Eucalipto e faço uma casa para a começar. Aí ele falou, ahy, então pega o caminhão. Aí ele pegou o caminhão, foi no mato. Aí a gente ensinava para a gente como fazer para barra, amassar o barro, barrear, né? Naquela época eu estava com uh, o, que era pintor e que era meu marido e pai da. Aí um batia de um lado, outro batia do outro, levantamos a casa. Isso foi, isso faz vinte e cinco anos. E o cedeu o terreno, seção in comodato, por... Aí o, aí ele fez o coisa, e fez um barracão grande para ensaiar o grupo. Aí começamos a ensaiar tudo. Quando foi no governo, o foi de novo da Secretaria de Turismo. Aí pediu dinheiro, o não queria dar. E o insistiu muito, aí veio... quatrocentos e cinquenta para o Memorial Sakai, eh, trezentos e cinquenta para o Parque Rizzo, duzentos para os banheiros e cem para o nosso, né? Aí quando entrou o, o soltou para o prefeito do Embu, que é o, construir, né? O construiu, aí fala que o dinheiro é a volta dos impostos. Então, para não, ãh, magoar nem um nem outro, eu falei parceria. Aí construiu o teatro, mas no terreno do teatro. Um terreno in comodato. Então, por enquanto, o teatro está na nossa mão, mas agora, no centenário de papai, o prefeito ajudou muito. Pagou os grupos que foram dançar, ãh, alimentação, condução, tudo. Ele ajudou muito. Ele é do pê-tê, né?
isso. E conta um pouquinho, como que é o seu cotidiano hoje?
Hoje, eu levanto, eh... Bom, do, sábado e domingo é diferente. Segunda-feira é dia de eu jogar búzio, as pessoas que estão marcadas, eu jogo búzio. Tem uma moça, que tem um nenenzinho e uma outra, e os outros filhos, ela vai lá para casa para fazer comida, lavar roupa, essas coisas que eu não gosto.

E aí eu e meu filho e a, que secretaria a gente, vê o que a gente pode fazer com relação ao teatro, né? De mandar projetos, de ver, çah, o que precisa, aquela coisa toda que eles dois é que entendem de computação, né? Que eu não entendo nada, e eu gosto de pintar de manhã. Eu gosto de pintar de manhã e pinto até a hora do almoço. Eu almoço, deito um pouquinho para tirar a sesta. Aí depois começa a chegar gente. Chega gente de todo tipo. Chega universitário para... fazer pesquisa, chega ãh, gente para contar os seus problemas, parece o muro da lamentação, che, chega gente, professores, alunos, né? Gente de todo tipo. Aí eu vou às vezes dormir tarde. Ah, e aí tem as aulas que os meninos dão, né? O Manuel dá aula às seis e meia de percussão, aí é um entra e sai, porque eles misturam tudo. Minha casa com, com o teatro, parece que é uma coisa só, né? E tem a aula da de dança afro, de tarde, tem a aula de, de frevo da, tem a aula do, do, da e do, ele tem um nome, do. O, que é de Capoeira de Angola, que é lá do Mestre Marrom, mas vai dar aula lá. E... E às quartas, uh, um rapaz do meu grupo, que eu gosto como um filho, falou que eu não sabia dirigir um grupo e que ia criar um grupo. Aí eu falei, cria e vem. Aí ele falou, posso ensaiar aqui? Eu falei, pode. Aí ele está ensaiando o grupo, está muito bonito o grupo dele, às quarta-feira. Às quartas à noite, depois do, do grupo do Caçapava, são as crianças que fazem hip-hop. que o meu neto ême-cí Trindade, que é, e o, que é o filho do, que tem um grupo de maracatu em Campinas. Mas ele fica aqui e dá aula de hip-hop, a história do hip-hop, as danças, as break, né? E, às sextas-feiras, ãh, às quintas, ensaia o grupo que o montou, eh, Solano Trindade, Meu Avô, que eles musicaram os poemas de papai. E tem depois o naipe de percussão, que é ah, uma mocinha japonesa, ah, uh, o, o, o, o, o e a, que fazem o naipe de percussão. Eles criam música, misturam a música, né? E fica muito bonito. E aos domingos, às três horas, eu ensaio, eu, ou o, ou a, todo o folclore nacional. Então, eu tenho uma vida bem agitada. Bastante. Bastante agitada. Fora filho, neto. Ah As crianças do grupo tudo me chama de vó também, né? Aí, que.. O trabalho da gente também é tirar as crianças da rua. Tudo isso.
Legal, e, tem ãh, a senhora faz um monte de coisas. Tem alguma coisa em específico que a senhora queria falar que eu não perguntei, que eu esqueci de perguntar?
Ai, não sei, peraí, só pensando. Então, eh, eu vou, por exemplo, agora, no centenário do meu pai foi muito bonito e eu estou sendo chamada para criar um grupo em Duque de Caxias o ano que vem. E o Recife, a Bahia quer que eu vá para lá dia sete de novembro. Está dependendo da Fundação Palmares. Dia vinte e seis, vinte e sete e vinte e oito é no Recife. né? E está assim, entendeu? É muita coisa. Teria que vocês perguntarem mais alguma coisa. Tem pergunta?

Não quer desligar e...
Relação ao

Agora que a gente recebeu do departamento do, uh um dinheiro que compramos instrumentos e, e aparelhagem de som, eh estamos e ah, uh, o governo estadual está apoiando também com, com o, que são cursos também, né? De... Porque até agora esses professores não receberam nada. Agora, com a que vão receber, E também ãh, gente está esperando da Fundação Palmares um apoio também para esses cursos, né? Mas eu mesmo não tenho, o dinheiro meu é da, é da, como é que se diz? Das palestras, livros, pintura, né? Porque do teatro é o próprio teatro que vai, né? Aí do teatro também eu tiro ah, uh Do teatro, do espaço do teatro, a prefeitura paga a luz e a água. Da... Da minha casa, que é uma extensão do teatro, aí já é outro. Tem telefone, vem setecentos, um mil por mês de telefone, né? Para o trabalho. A escultura foi feita pelo. A do, do, do Embu, que a do Recife foi o que fez. Está no, no pátio de São Pedro, no Recife. Porque papai nasceu ali perto, no bairro de
Então, queria fazer uma última pergunta. Eh, uma pergunta que a gente faz sempre aqui no museu, que é o que a senhora achou, de de contar a história para a gente?
Ah, eu adorei. Adorei. Vocês são muito simpáticos e o espaço é bem gostoso. Gostei muito. O meu problema é vir para São Paulo, porque o ar do Embu ainda é puro para caramba, né? Aí quando eu chego em São Paulo, eu vou me sentindo ardendo o nariz, ardendo o olho. Aí eu gosto muito quando vão para lá me entrevistar, né? Mas aqui é muito gostoso, muito gostoso mesmo.

Tá?brigado, então, pela entrevista, .á, e... vocês são muito inteligentes, eu gosto de conversar com gente inteligente.